Já perguntou?
Pode começar.

Qual é o nome dos seus pais?

Meu pai, filho de alemães. que vieram, teriam vindo num numa imigração alemã, que chegou ali em Joinville, por ali. Depois vieram para São Paulo, eram protestantes. E minha mãe, que é dessa família tradicional Machado de Oliveira, tem escritores, jornalistas, Antônio Alcântara Machado, que é um quatrocentão com com alemão.
E você sabe por que que a família do seu pai veio para São Paulo?
Nunca consegui saber. Eu gosto de pesquisar essa história da origem da família, mas quando chega ali em Florianópolis, para cá, nos anos oitenta, século retrasado, até o início do século passado, não tenho muita referência, não consegui. Nós temos referência da família... na Alemanha. Tem muitos cavos lá que a gente às vezes vê na lista de telefone, ou telefona para alguém, alguém escreve. Parece... Eles eram da Floresta Negra, uma região da Alemanha que se chama Floresta Negra. Mas parece que era uma nos anos oitocentos, não sei quando, teve uns cavos que vieram da Inglaterra. Depois que o nome Caval, todo mundo disse que não é bem alemão, que é Cavél. Depois ficou Caval, Alemanha. Protestantes ingleses que vieram, não sei que século, mil e oitocentos, mil, século dezoito, lá para a Alemanha, da Alemanha com essa crise que teve no tempo do Bismarck. Aí vieram para para a migração alemã que veio para Santa Catarina. que é um estado eminentemente alemão. Depois vieram, acho que lá não tinha muita coisa para fazer, lá, eles eram alemães muito ativos, meu pai era muito ativo, a família do meu pai. Eles vieram para São Paulo e ele trabalhou no início em... Meu avô se chamava Ernest Cabo, por isso que eu sou Luiz Ernesto. E aí se estabeleceram em São Paulo com gráfica, Meu pai foi gráfico quando era moço e depois começou no comércio. E aí desenvolveu atividade de comércio, de agricultor e esportista. Tanto que ele chegou a ser, chegou a ser presidente do Sportklub Germania, fundado em mil oitocentos e oitenta e nove. Meu pai foi um dos fun fundadores, com outros alemães. Aí ficaram na chácara lá na Antártica, depois no canindé. Finalmente ficaram lá no Pinheiros, em Pinheiros. Meu pai foi presidente do Germânia também, durante oito anos. Que é chamado até hoje o grande presidente.

Vamos voltar só um pouquinho. O senhor chegou a conviver com esses avós alemães?

Ah, só com a irmã do meu pai. Tia Inês... Caval Gomes, que ela casou com um português. Uma pessoa ser forte, todos eles muito fortes. Os Caval sempre foram muito fortes, muito ativos. grandes comerciantes, grandes industriais, grandes promotores. Até tem um descendente desses caval que foi, que mora em Nova York. Ele tem tem um restaurante lá e e tem outro que foi diretor da Antártica, companhia de cervejaria Antártica. Mas nós perdemos contato com os caval. Tem poucos caval que a gente tem Assim, poucas vezes eu encontro. Mas temos a árvore genealógica, tem Tem um sobrinho meu que tem, que está organizando toda essa árvore genealógica dos caval tudo.
O seu pai só tinha essa irmã ou tinha outros irmãos?
Ele tinha tinha mais uma irmã. Uma irmã

Esse mora lá no Morumbi. Também foi comerciante, foi uma pessoa muito alegre. A característica dele é ser ativos e alegres. Boas pessoas, muito corretas, moral, íntegra. Então, mais ou menos. Quer dizer,
O seu pai já nasceu aqui em São Paulo, né?
Nasci em São Paulo.
E a as irmãs nasceram lá ou nasceram aqui?
Todas aqui. Família aqui. Mas falavam com sotaque, porque meus avós eram alemães assim. O Ernest e a Marie, Marie, eram alemães típicos, né? Então, isso foi... Na própria minha família, que são nove irmãos, quer dizer, o Guilherme ia com a Marieta, tiveram nove filhos. E os filhos até... Os filhos, até o quarto filho, quinto, falavam alemão. Em casa, educação alemã, Depois foi foi naturalmente aculturando tudo isso, colégios, eu já não peguei essa fase de alemão. Não sei, sei poucas palavras. As minhas irmãs mais velhas, meus irmãos mais velhos, falavam alemão. Mas depois isso mais ou menos acabou. Meu pai morreu também
E quando a sua família, o o senhor Ernest e a dona Maria, vêm para para São Paulo, eles vão morar em que região aqui de São Paulo? O senhor sabe? Onde o seu pai foi criado?
No centro. Onde tem a faculdade de Direito, lá tem uma ruazinha assim, que hoje é uma espécie de... É uma rua que é mais ou menos um viaduto e rua. Atrás da faculdade de Direito, assim. Ali tem um prédio... Mostraram uma vez, mas eu não tenho certeza, que ali morou meu pai com com o Ernest e a Marie. Tinha uma gráfica ali. Tanto que meu pai era gráfico no começo, né, até dezoito anos Eu tinha uns livros dele, uma maravilha, uns tipos de letras alemães, toda essa coisa. Mas depois foi perdendo tudo isso. E ele dedicou-se ao comércio e aí pegou um impulso extraordinário. Meu pai chegou a ter fazenda de café. Que ele era um comerciante nato e habilíssimo. E ele justamente casou com minha mãe, que era, tinha uma firma Machado Oliveira, de comércio de tecidos. E quando ele casou, ele adotou o nome Machado. Então a firma ficou, aí a firma ficou Machado Caval e Companhia. Até os anos quarenta, cinquenta, tinha, na rua Florencio de Abreu Machado Caval, e Companhia, que era a filha dos Machado Oliveira, da minha mãe, com casamento com meu pai, ele incorporou tudo e ele passou a ser o presidente de tudo.

Não só fabricava, lá na França se abriu mesmo, como vendia para o interior, sistema de venda direta, sabe, tinha vendedores, pegava o trem até o fim da linha, vendendo esse para cá, esse para cá, esse para cá. Vendia muito, mas vendia. Era uma firma conhecidíssima, a Machado Caval e companhia.
Quer dizer, o seu pai já trabalhava com tecido antes de casar com a sua mãe?

Eu acho que não.
Começou a trabalhar com tecido é depois que casou com ela.
A gente não sabe bem, mas parece que que ele quando ele casou com a minha mãe, ele gostou do do comércio de tecido, e aí incorporou tudo e ficou presidente. Tanto que meus meus, alguns tios trabalhavam com ele, mas tudo sob o comando do meu pai. Ele tinha era um inovador nato. Na fazenda ele fez plantações de café, descobriu como é que matava formiga. Sempre um criador nato, meu pai. E no Clube Germânia também. Ele foi o pre o grande presidente, né? Eu eu não me lembro, meu pai que eu tinha cinco anos quando ele faleceu. Ah. Eu me lembro dele assim, só andando com a gente no clube, levando todo mundo para dentro, para a piscina, no sol quente, mas não tenho maiores assim... Contato humano não tenho, não sei.
E você sabe como ele conheceu a sua mãe? Aonde eles se conheceram?
Nunca soube, nunca se falou nisso na família. Não se sabe. Porque minha mãe era uma moça recatada, era educada pelos, naquele tempo, ela ela, a educação toda era em casa. Tinha professor de alemão, professor de português, professor de matemática, professor de ciências. Era muito da família Machado Oliveira, tradicional, morava na Agora, não sei como ela conheceu o meu pai, como se desenvolveu essa coisa toda. Sei que tiveram nove filhos, Todos, agora quatro já morreram, mas todos desenvolveram desde pequenos essa essa prática da família, trabalhar, estudar e trabalhar. Todos nós já com quatorze, quinze anos, trabalho e estudo. E cada um desenvolveu uma atividade. Na minha jornal, outra irmã, assistente social, Outros, eh, enfermagem, secretariado. Indústria também, dois irmãos na indústria. O outro, comerciante. Então, assim foi. E uma, artes. Professora de artes. E assim a família ficou bem eclética.
O o senhor é o caçula?

O senhor é mais novo?
Não, eu sou... De baixo para cima, tem a Ilza, que é a minha caçula, o Nelson, Luiz, Ernesto eu. Depois tem Celina Lúcia, Walter Guilherme e Alzira Marina. Esses quatro de cima já morreram. Agora tem só da Lúcia para baixo, meus irmãos.
E qual a sua casa de infância? Onde o senhor morava? Sua família
Mora na Avenida, que era a casa de meu pai e de minha mãe. Avenida de Genópolis, quarenta e cinco, esquina da rua Sergipe. Um casarão antigo, muito bonito.
Ainda existe esse casarão?
Não, não tem, mas nós temos uma foto, assim, de três andares, quintal, tudo maravilha. A gente brincava muito lá no rio de higienópolis, naquela região de higienópolis, né? Muito interessante as brincadeiras. E que o colégio Sion ali também. Minhas irmãs todas estudaram no Sion. Nós, os homens, ou no Cezano ou no São Luís. É, naquele tempo era duro ficar interno a semana toda.
Ah, o senhor era interno?
É. E a gente vinha para casa só se tivesse nota boa. No primeiro domingo, por exemplo, média seis para cima, segundo sete, terceiro oito, quarto nove. Então, era difícil, tinha que estudar mesmo para poder passar o fim de semana em casa. Quando não alcançava, eu ficava lá no colégio no domingo, coisa mais chata.
E todos esses colégios eram internos nessa época?
Mas minha mãe ia visitar a gente, levava bolinho, coisa do meio, quando a gente ficava interno, entendeu, né, que ela não deixava ver a gente e tal.
E por que que a escolha de colégios religiosos?
Não sei, porque meu pai disse que esses cabras que morreram, Está todo um cemitério protestante ali na... Pegado o cemitério da Consolação, tem um outro ali protestante. Então, como eles estão ali, outras pessoas, a gente acha que eram protestantes alemães. Protestante é meio rígido, né?

moral, religião, coisa séria. Então, acho que seria por isso que é eram os colégios, minha mãe, que nesses colégios mais que tinha bom ensino, mas que eram duros na disciplina, como os, irmãos maristas, né? E eu e o outro meu irmão, os jesuítas de São Luís. Depois nós passamos para semi-interno. Entrava de manhã, almoçava lá e saía de noite. A gente não gostava de colégio interno.
Eh... O senhor estava falando dessa casa em Higienópolis. O senhor eh, lembra a distribuição, quantos quartos tinha?
Lembro só que é dessas casas tradicionais que tem assim, tem essa... se os carros entrarem assim, né? Era no alto, porque ali tem a ladeira da Rua Sergipe, então era no alto, mas tinha essa entrada por baixo. Embaixo tinha um salão grande, em cima vários quartos, porque minha mãe teve seguidamente nove filhos. Então cada dois filhos ficavam num quarto. Geralmente eram dois, dois, dois. Os filhos foram tudo assim. Dois homens, dois mulheres, dois homens, duas mulheres. Então tinha dois. E cada um tinha as suas, que é governanta Então, minha mãe comandava tudo, mas com bastante empregada. Esse lembra. E meu pai saía para trabalhar de manhã e e o clube voltava só à noite. E tinha dois carros importados. Um marmor, marmon, e o outro daqueles carros que tem o farol grande. Quando a gente ia para a fazenda assim, cabia praticamente, a família inteira cabia no carro. Aqueles carros que tem divisão no meio assim, com banquinho, sentavam as crianças assim. Depois o outro carro só com as empregadas, mais ou menos. Era uma coisa incrível naquele tempo. Também para você chegar daqui lá em Valinhos, que era fazenda, Ficava-se um dia inteiro. Tinha farmel que minha mãe fazia para você almoçar. Não tinha almoço na estrada, essa coisa não tinha. Você ia de manhã, depois parava para comer aquele farmel, chamava farmel. né. Não sei como é que tinha isso. E chegava na fazenda lá para as quatro da tarde, cinco. Ainda ia alguém buscar a gente lá no... Não sei em que lugar, para ir todo mundo junto. Isso foi nossa infância, foi muito vivida na fazenda.
Vocês iam no final de semana ou só nas férias? Nas férias.

Passavam um ou dois meses, ou três, porque os mais velhos aproveitaram mais. Depois, com a morte de papai, foi vendida a fazenda. Aí acabou aquela fase. Mas os mais velhos e os primos têm fotografias, foi uma coisa maravilhosa. Naquele tempo, uma fazenda de café com aquela... Eu me lembro, eu fui colhendo café, aquilo muito bonito, terreiro do café, aquela água toda, muito bonito. E
E você sabe do que que seu pai morreu? Meu pai morreu
em trinta e três. Parece que foi um acidente. A gente não sabe bem direito que tipo de acidente.
Não sabe se é de carro?
Não, foi coisa com algum revólver. Não sei se estavam mexendo no revólver, atirou. Então, como minha mãe não gostava de falar nisso, a gente também nunca perguntou muito. A gente nunca sabe direito. Sei que foi Isso eu me lembro do enterro, que a gente ficou na janela lá da, olhando. Foi um enterro que parou a avenida higienópolis inteira. Tinha carro, tinha gente, tinha até autoridades, tudo. Meu pai era muito conhecido, muito popular, muito querido. Então juntou todo mundo.
E nessa época que ele morreu, ele era o presidente da Germânia?

Ele foi duas vezes presidente. Não era mais. É, porque ele foi, por exemplo, nos anos, acho que dezoito a vinte e dois, depois de vinte e seis a trinta. Já tinha deixado Mas já estava lá no no... Estava lá já no Jardim Europa, o Germânia. Uhum. Porque a piscina lá, dizem, tem fotografia dele que que fez, construiu a piscina com as amizades dele. Matarazzo deu ladrilho, não sei quem. Aqui não tinha ladrilho, só Matarazzo escrito. Agora que reformaram, apareceu. E o e a pista de atletismo também ele que inaugurou, tem foto dele inaugurando. Tem foto com aquele aquele Zepelin, quando visitou São Paulo. Eles foram lá, almoçaram lá, tem meu pai falando, assim. Ele parece que falava bem, porque toda hora tem ele falando para cá, falando para lá, discursando.
E a sua mãe nunca contou muitas histórias para vocês?
A minha mãe não não gostava de contar muitas histórias. A minha mãe foi sempre dedicada aos filhos e à casa.
E como, que mais, e como é que ficou a situação da família quando ele faleceu, em termos financeiros? É, aí tem
Foi difícil. porque eram nove filhos, o mais velho com dezoito anos, a mais velha, a Alzira, estudava, estavam terminando no Sion, ela e a Marina. A minha mãe foi falar com o com as freiras, que não podia mais, tinha mais duas no Sion, tinha quatro no Sion, tinha outros quatro tinha no São Luís, não sei onde. Foi falar que estava muito difícil e tinha perdido tudo. Perdeu fazenda, perdeu automóvel, perdeu firma, tudo. Porque minha mãe era assim, voltada para casa. Não digo que ela seja ingênua, mas ela não sabia. O negócio, o pagamento, duplicados, ela não sabia nada. Nunca soube. Então eu fui falar com as freiras e as freiras... Tinha uma pessoa que vivia lá na rua Piauí, ali perto. que a que a família Ribeiro, Niquelsburgo Ribeiro, gente muito boa, Dona Heloísa, Samuel Ribeiro. Fui falar lá com as freiras e falei, ''ah, a Dona Heloísa esteve aqui, pediu se duas secretárias para o doutor Samuel Ribeiro'', que era presidente da Caixa Econômica Federal, naquele tempo E aí as freiras indicaram Alzira e a marina, as duas irmãs mais velhas. Então, nós que já estávamos se formando, acho que naquele tempo não se tinha secretariado. As crianças sabiam escrever a máquina, sabiam dati, eh... Como é que chama? Quando fala assim que a pessoa escreve chama? Taquigrafia? Taquigrafia, você Taquigrafia. Taquigrafia. Sabiam inglês, sabiam francês. Muitos inteligentes, minhas irmãs, mais velhas de duas. E foram lá e o doutor falou, '' Ah, gostei demais delas''. Pôs uma de secretária dele no escritório dele, na Praça Lama de Azevedo, Prédio Glória, e outra secretária lá na Caixa econômica Federal, na diretoria. Então, com esse recebimento das duas, nós mudamos, vendeu a casa da da higienopolis para pagar, parece que, dívidas. Que as vezes Dizem isso, dizem, não sou eu que estou dizendo. Chegava um advogado lá para a minha mãe, Dona Marieta está devendo tanto, mas como? Olha, está devendo tanto. E a fazenda? A fazenda agora tem que pagar não sei o quê, está devendo. Então vendeu fazenda, vendeu casa, vendeu-se o carro, vendeu tudo. Minha mãe ficou assim sem nada, né? E... Mas aí o doutor Samuel Ribeiro adotou assim a família, arranjou uma casa na Rua Sergipe, casa pequena, nós passamos de uma mansão para uma casa de de de parede e meia, assim, geminada, dos dois lados. Então, aí moravam os homens num quarto e as mulheres no outro. E minha mãe, não sei lá. E cada um já, que estava chegando aos doze, quatorze, já iam trabalhar, cada um ia trabalhar de noite, de dia, estudava à noite. Foi uma fase, assim, de Mas não assim como estou dizendo isso por causa de... É uma coisa normal que acontece, muitas famílias, milhões, A gente fazia isso naturalmente, todos nós, a gente encarava aquilo como um dever, que a família, e foram, felizmente, todos estudaram, com a ajuda, principalmente da auxílio da Marina, o doutor Samuel Ribeiro. Ele incentivava a gente, gostava, a gente ia lá domingo conversar com ele e tudo, estimulava a gente, ''não, você vai estudar...'' Ele queria que eu estudasse medicina. E eu comecei a estudar medicina há dois anos. Não, não sei como é que chama. Esse é o primeiro assim... Não, científico eu fiz. Acho que era pré, não sei o quê. Mas aí eu vi uma notícia no jornal Porque eu já fazia jornalzinho na na escola, no São Luís. E em casa também escrevia, que é incentivado por minha mãe. Que minha mãe foi secretária do avô dela, que é esse Barão do Brasílio Machado. Tem nessas ruas, Barão do Brasílio Machado. Foi presidente da Academia de Letras, era um grande, uma grande figura. Ela era secretária dele e escrevia. Minha mãe escrevia muito bem. Ela gostava que eu escrevesse também. Eu sempre gostei. Então, quando eu estava no segundo ano desse, acho que é o pré da medicina, não sei se é
pré. É pré-médico, né?
É médico. Aí eu vi uma notícia na Gazeta, que eu lia jornal todo dia, lia o Estadão de manhã, lia a Gazeta. Tinha assim, criado o curso de jornalismo no Brasil, que a Casper Libro, Casper Libro, o dono da Gazeta, ele criou o primeiro curso de jornalismo no Brasil. Isso foi em quarenta e sete. Imediatamente eu fui na Gazeta e me me inscrevi no no para fazer o concurso lá, fazer o vestibular. Acho que tinha vinte e cinco candidatos para a primeira turma da primeira escola de jornalismo. Chamava-se Escola de Jornalismo Casper Libro, filiado à Faculdade de Filosofia de São Bento. Eu tinha terceiro lugar nesse nessa Aí cancelei o negócio da medicina. Falei com as minhas irmãs, Dr. Samuel Ribeiro falou ó Estou no jornal. Ah, mas por quê? Eu me senti um impulso. Eu gosto de escrever. Estou muito bem lá. Já comecei a escrever. Já fui diretor do jornalzinho dos estudantes. No ano seguinte, em quarenta e sete, eu já fui revisor da Gazeta. Depois, em quarenta e nove, eu fui repórter da Gazeta. Ainda estudando.

O nosso, o Lacerda, em cinquenta e um, é foi em cinquenta e um por que foi, cinquenta e um ele me convidou para ser o redator-chefe da sucursal da tribuna da imprensa, o jornal que o Lacerda dirigia no Rio, que era um nome já ficando nacional, campanhas políticas, rejeituras, não sei o quê. E eu aceitei. Lá nesse prédio, o Glória mesmo, que o doutor Samuel Ribeiro tinha, que era dele, que ele tinha o escritório, ele deu duas salas, ele gostou muito do Carlos Lacerda, que eu levei lá, deu duas salas para a tribuna da imprensa. Nós trabalhamos muitos anos lá. Foi feita uma equipe, pessoal da escola de jornalismo, principalmente, e eu quase mesmo tomava conta da
Então, você foi da primeira turma de de

Era uma escola muito boa naquele tempo. Tinha filosofia, tinha inglês, francês, história. Era difícil, tanto que eu tomei bomba no segundo ano. Eu trabalhava, né, como eu falei, trabalhava no Gabriel Gonçalves Abreu. Trabalhava o dia inteiro e estudava de cinco horas em diante até dez. E fiquei muito cansado, doente, sete. Tomei bomba, repeti. Mas eu fui da primeira turma dois anos, depois fui da segunda turma dois anos e formei. Nós escolhemos o Carlos Lacerda Paraninfo. Aí começou essa coisa já profissional.
E o Carlos Lacerda nessa época era só jornalista, ainda não...

Não, era político já.
Já era político?
Era o vereador mais votado da u dê ene Ele era brilhante, realmente. Ele falava muito bem. Eu nunca vi pessoa que falasse melhor que o Carlos Lacerda. E também escrevia magistralmente. Então, ele foi uma espécie de vulcão na política, né? Tanto que atribui-se-lhe a queda de Jane Quadros, de Getúlio. Mas não é bem verdade. A história é É muito complicado essa história de derrubador de presidentes. Ele era a favor da da ética, da moral. Então ele tinha as suas campanhas. E isso às vezes ia as vezes ia acumulando com outras coisas da política e tal. E as pessoas, o Jânio renunciou. Depois o Jânio falou que Carlos de la Serra que causou a minha renúncia. Isso não são jogos de palavras, né? A história precisa ser estudada profundamente. né? João Goulart também caiu. Getúlio também suicidou-se.
Mas quando... Getúlio, é suicidou-se. Porque no Rio parece
Ah, tem problema no Brasil inteiro.
Mas em relação a a ao jornal, a tribuna de
A tribuna teve né, foi invadida a tribuna, quase toda. Mesmo aqui em São Paulo, porque no dia da morte do Getúlio, que foi vinte e quatro de Eu eu estava em casa e telefonou telefonou a secretária do Carlos Lacerda, chamada Ruth Alverga. Cinco da manhã, telefonou. Eu fui atender, ela falou, Zé, essa aqui é a Ruth Alverga. Doutor Carlos, ela falava Doutor Carlos. Lacerda nunca se formou, mas ela chamava de doutor. Doutor Carlos, mandou eu avisar que o doutor Getúlio suicidou-se. Levei um bruto de um susto, eu estava acompanhando, estava até trabalhando nessa reportagem. Puxa, mas ele, ele deu um tiro no coração. O doutor Carlos mandou você pegar tudo o que tiver na sucursal, lá do Prédio Glória, se tiver documentos importantes, fotografias, o recibo, ele pega tudo o que tiver e faz uma pasta, leva tudo embora e some de São Paulo. Era uma sexta-feira. Some, porque vai ter quebra-quebra no Brasil inteiro. Eu achei um pouco exagerado aquilo, mas peguei algumas coisas, uma fotografia que tinha do Lacerda, não sei mais o quê. Fui na faculdade de Direito, porque aquele dia ia sair uma passeata, chamava Passeata da Renúncia. Os o Lauro Bernardo Severo, o Fasano, uma turma de grandes estudantes iam fazer uma passeata até o Rio, para exigir que o Getúlio estava no auge da campanha da renúncia. Eu iria junto também para fazer a reportagem. Ele já sabia que tinha sido, o Getúlio tinha se suicidado, então não teve passeata nenhuma. Mas estavam todos no no Centro Acadêmico onze de Agosto, lá embaixo, numa sala assim. Estavam discutindo coisa e eu estava lá também. Aí passou um caminhão assim, cheio de, acho que eram trabalhadores, deram uns tiros lá para dentro da sala. Tem, até hoje tem um um buraco de bala lá no no onze de agosto, naquele dia vinte e quatro de agosto. E a passeata foi interrompida. Quer dizer, não teve passeata. E eu me lembro que o Vitor Augusto Fasano, que é o pai desse Fasano aí da tê vê Globo, ele tinha uma maleta assim que ele ia levar para o rio. Eu vi um um negócio azul assim, saindo da maleta. Eu falei, o que que é isso aí? Ele falou, ah, isso é o maiô. Eu falei, mas que maiô? Você vai no rio para tomar banho de mar? Ele falou, não. Primeiro nós vamos fazer o Getúlio, vamos derrubar o Getúlio. Depois de de acabar, aí nós vamos para a praia, não sei o que e tal, para ver o espírito daquela época. Pensava que era fácil derrubar o Getúlio assim. Acabou o Getúlio renunciando, quer dizer, dando um tiro. E eu fui para para uma... Eu não tinha o que fazer, a sucursal estava fechada. Gente, São Paulo já... Na Praça Ramos estavam quebrando vidro de... jogando pedra, tudo. Praça da República, passei lá. Eu falei com o meu irmão que ele, todo fim de semana, ele ia para uma para uma chácara em Jacareí, chácara do doutor João Laraia, meu irmão Guilherme, Eu fui com ele. Fiquei dois dias lá em em Jacareí, numa chácara, lá descansando e vendo pelo rádio. Naquele tempo, eu não sei se tinha televisão. e quatro, acho que tinha já. A gente já via as coisas no Brasil inteiro, aquela comoção. né? Uhum. Depois voltei segunda-feira e comecei a trabalhar normalmente na tribuna.
Eh... Nesse período da tribuna, o senhor falou que chegou a chefe de redação, não é?

Quanto tempo você ficou trabalhando lá, para o Lacerda? Eu fiquei... Aí foi cinquenta e quatro, né? Aí Estabeleceu tudo no ritmo normal. E fiquei até sessenta, porque em sessenta o Lacerda foi candidato a governador, no Rio. E eu, e ele era, ele é como um pai para mim, da Lacerda. Ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele. Ele me incentivava em tudo, me dava orientações, eu acompanhava ele nas viagens. sabe? Tinha uma relação bem afetiva e pessoal também. Então, quando ele foi can lançado a governador do Rio, eu fiz um negócio de fazer bilhete, fiz uns bilhetes assim. Dez sugestões. Grampiei por dez sugestões para o governador, para a campanha. Mandei para ele. Isso foi em Aí ele telefonou para mim e falou... ''O... Você...'' Você já aprontou as malas? Eu falei, que malas? Vem, você vem trabalhar no Rio comigo. Falei

Os as sua seus seus seus sugestões foram todas aprovadas pelo comitê, pelo meu comitê. Você vem trabalhar comigo? Eu falei, mas como eu era casado com três filhas, sessenta, ele falou. Ah, não, eu falo com a Zilda, com a minha mulher. Deixa, com ela eu falo. Falei, não posso. Não, você vem para o Rio, tem uma reunião amanhã do comitê, você vem aqui. Aí eu fui nessa reunião. no dia, não sei, sessenta. Estava começando a campanha. Ele apresentou lá com uma porção de gente, uma sala cheia de gente. Seu Luiz Ernesto Carlos, diretor da sucursal de São Paulo, sou padrinho dele. Ele não foi padrinho, mas sempre lhe dizia que era meu padrinho. É, eu achava... Deixa eu lhe dizer. E... A aí lá um quis que eu ficasse na no marketing, um queria que eu ficasse na na imprensa, outro queria que eu ficasse... Ele falou, não, ele vai ficar comigo, ele é meu assessor pessoal, não sei o quê Vai fazer essa parte de folhetos, de propaganda, e propaganda na no outdoor, tudo isso. Parece que não tinha uma pessoa assim que fi que centralizasse tudo. Mas eu fiquei tão surpreso com essa história de trabalhar no Rio, naquela hora, meio sem jeito, cheio de gente, até os coronéis também. Os coronéis sempre foram muito da aeronáutica. O Lacerda teve o episódio do Major Vaz né, uhum, que foi assassi assassinado. Ele cresceu também nessa onda dos coronéis, u dê ene, senhoras, classe média. Ele quando falou, não, você vem trabalhar aqui no Rio, eu falei assim, não, eu só vou, ah, você vem trabalhar no Rio, ele falou para mim, eu fiquei tão sem jeito, que eu falei assim, não, só se eu morar na Urca, não sei o que que me deu na telha de falar, só se eu morar na Urca, ele falou. Ah, você quer morar na Urca? Então pega o Jornal do Brasil aqui. Veja se tem uma casa aí, não sei o quê. Pegou um jornal, está ali. Lacerda é impulsivo, né? Deu o jornal para mim, eu fiquei ali meio... Fui falando com ele, e tinha logo assim, Urca. Casa Rua Ramon Franco, trinta e sete. Falei, é, tem uma casa aqui na Então vai imediatamente. Chamou o fulano lá.

Pega meu carro, vai lá na Urca com o Luiz Ernesto, não sei o que, ver... Tá. Eu fui de carro na Urca. Fui nessa casa lá e tinha... Essa casa parece que era do Gustavo Corsão, que era de um grande escritor. E aí eu perguntei lá para o rapaz, tudo e coisa, ele falou assim, ah, sim, está para alugar um estilo morisca, sabe, casa de dois andares, no Rio, que tem muito estilo morisca. Tinha entrada assim, depois embaixo, tem cima dois quadros, tem garagem, em cima da garagem, uma casa formidável, mas nunca pensei em morar numa casa estilo morisca, no Rio, numa esquina, perto da Praia do E... Aí eu falei, quanto é para alugar? Aí o corretor falou, é, vinte e sete mil. Ah, vinte e sete mil, puxa vida, então desiste, não tem, faz de conta que eu nem vim aqui. Ah, está bom, se eu quiser, fica o cartão. Aí eu cheguei lá na reunião, Lacerda lá. Alugou a casa? Eu falei, não. Não aluguei a casa, não. Sério, não aluguei. Mas por que você não alugou a Gostou da casa? Gostei muito. Por que que não alugou a casa? O preço, vinte e sete mil! Eu falei para ele. vinte e sete mil, na frente daquele turma todo. Estava sem jeito, né? Ele falou assim, mas o que que tem vinte e sete mil? Eu falei Quanto você ganha na tribuna? O Lacerda nunca soube desses detalhes. Eu falei, eu ganho nove mil. Ele falou, o quê?

Aí que ele ficou, ficou sem jeito ele. Uma pessoa assim que todo mundo elogiava, ganhava nove mil naquele tempo. Não sei se era muito ou pouco, mas eu ganhava nove mil. Ele falou, aí tinha o chefe da campanha, o Coronel Borges. Ele falou, Coronel, será que o comitê não pode pagar... casa para o Luiz Ernesto aqui no Rio é elemento fundamental para a campanha. Ele falou, bom, nós temos correções que você sabe, Carlos. Nós não podemos ampliar mais as despesas. Ah, mas no caso do Luiz Ernesto tem que dar um jeito. Falou ele para o coronel.

É, bom, nós vamos ver se fulano, se entrar mais verba. É, está bom, pode.

Então, pega suas malas e já Eu falei, não, preciso trazer a Zilda. Então, volta para São Paulo e volta amanhã para cá. Ele falou assim para mim. Vem trabalhar amanhã aqui comigo. Mas a casa tem que pôr móveis, tudo. Vai morar na minha casa. Ele falou assim. Vem amanhã pode ir morar na minha casa. Depois você ajeita a casa com a Zilda, com as crianças e tudo. Aí foi morar na casa do Lacerda. Fiquei uns quinze dias lá, até arrumar a casa da Urca, vi a família toda, de colégio, de criança, tudo. Assim foi que eu fui trabalhar no Rio, durante um ano.

Luiz Ernesto, o senhor estava contando para a gente que o senhor aí foi morar no Rio de Janeiro para participar da campanha do Carlos Lacerda, né?

O senhor ficou lá um ano, o senhor estava contando para a
Mais ou menos um ano e dois meses, parece.
Esse foi o período da campanha?

Depois da campanha, que eu morei na casa dele, depois fui morar na Urca, né, já vi minha mulher e filhos. Foi... Eu sempre gostei do Rio. Sempre as coisas dão sorte para mim no Rio. Eu gosto muito da natureza. Tinha amigos lá, o Luiz Edgar de Andrade, meu grande amigo da imprensa. Então tinha... Mas... Depois, quando o Lacerda formou o governo, ele me pôs de... Pois secretário da tribuna da imprensa. Me surpreendeu, porque teve a uma noite de despedida dele. Ele era diretor do jornal eleito governador. Então teve uma despedida dele no jornal, todos reunidos. Eu tenho essa fotografia naquele cê dê que eu mandei. Atrás tem assim, ele com todos reunidos. Ele falou assim, que ele ia para o governo, muita, não sei o que e tal.

Eu não esperava, né? Que... Então ficou o Sérgio diretor e eu secretário da tribuna da imprensa. Aí eu tinha que ficar mais tempo no Rio, pensei que já ia voltar. Mas aí eu fiquei, mas fiquei assim já. Minhas filhas já depois de um tempo no Rio, elas aqui tinham primas em São Paulo, sabe que é que vida paulista? Minha mulher tinha mãe dela que era mineira, mas morava tanto com saudades, crianças pequenas. Aí faleceu um irmão meu também, uma cunhada. O irmão começou a achar que eu ia para o jornal às cinco da manhã. Mas foi muito bom, porque fiz um sistema de o jornal sair mais cedo. Em pouco tempo, o jornal que saía dois mil exemplares, quando eu assumi, já estava com oito mil. Então, eu estava tendo um grande sucesso no Rio como E eu estava contente com o meu jornalismo né, secretário de um jornal como a tribuna da imprensa. Todo dia eu ia para o para o jornal cedo e o Lacerda ligava para mim. Mas quando eu chegava no jornal às seis horas, cinco e meia, seis horas, quando era mais ou menos seis e dez, ele ligava para mim. O governador, ele é muito dinâmico. O Lacerda é um criatura extraordinário, em tudo o que ele fez. Ele ligava, já estava no Palácio da Guanabara. Bom dia aí, o que que há de novo aí? Eu contava alguma notícia que eu tinha no jornal já, de noite eles faziam. Cuidado com isso, cuidado com Dava algumas orientações assim, falei ''é...'' Quando o Sérgio, che o Sérgio o filho dele, chegava às nove e meia, dez horas. Até nove e meia, dez horas eu preparava tudo, mas não decidia rodar o jornal. Só o Sérgio que que tinha esse poder. Aí chegava o Sérgio, à nove e meia, dez horas, eu passava tudo, o jornal como é que estava, é vamos fazer i. Dez e e meia já rodava o jornal, antecipou, porque o jornal era rodava no tempo do Lacerda, acho que meio-dia. vespertino. Hm Mas porque naquele tempo era vespertino mesmo. Matutino de manhã. E a tribuna nós recuamo. Eu recuei o máximo. Começou a vender muito bem. Depois o Lacerda era governador. Era o jornal do governador. Começou muito bem. Mas aí, não sei porquê, eu achei que... Acho que o governo assumiu em janeiro, acho que abriu ou maio, Eu achei que era melhor voltar e falei para ele, '' ah, vou voltar para o São Paulo''. Mas como? Ah, o jornal é toda a equipe aqui, que, Nilson Vianna, Emmanuel Alves, Nilton Carlos, todos os cariocas, sou o único paulista aqui. Agora estou fazendo foto de São Paulo, porque ficou meio assim. Ah, você quer voltar mesmo? Quero voltar. Não tem nada contra estar no Rio e tal. Aí voltei para São Paulo e fiquei mais até, mais três anos, até sessenta e Aí o Lacerda vendeu o jornal para o Hélio Fernandes, até hoje. O Patrimônio da Imprensa é editada pelo Hélio Fernandes, que é um grande jornalista do Rio. Mas é outra orientação e tudo, eu não não tive muito interesse em ficar. Eu que já tinha praticamente secretariado o jornal, e aqui em São Paulo também não estava muito com o Elio Fernandes, era outro sistema, eu não gostei muito e fui para a revista Propaganda. Logo em seguida fui para o governo Sodré. O Gabriel Sodré, que era o homem do Lacerda em São Paulo, foi eleito governador. Ele me convidou insistentemente, mas eu não queria ir para o governo. Não queria, porque queria fazer carreira no jornalismo. Mas tanto Sodré convidou os amigos dele que eu acabei indo para o governo Sodré.

para o governo Sodré. Mas foi bom por alguns motivos, foi bom. Coisas que eu fiz para Ubatuba, a fundação do Museu de Imagens do Som, que eu coordenei. E então, foi bom nesse ponto de vista.
Mas qual que era a sua função no governo Sodré?
Assessor de imprensa do governador. Mas ele queria também que... Tinha assessoria de imprensa, mas eu ficava, eu era assessor para ficar no gabinete. Sabe, que eu ficava lá em cima? Eu assistia todas as audiências, todos os despachos, todo as o pessoal que vinha falar. Quando eu queria chamar jornalistas, e coisa, ele falava comigo. Eu fazia um papel assim, de assessor de imprensa, mas não propriamente na redação da imprensa. Eu ficava coordenando a parte do gabinete mesmo. Então, eu tinha bastante trabalho, cuidava do clipping, escutava rádio o dia inteiro também, como sempre eu gostei, avisava o governador de tudo que acontecesse de importante. Então, e o Sodré gostava de mim, viajava comigo, viajava com ele para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Foi um período fértil também, de noticiário, de pessoas e de acontecimentos. Foi a época da... começou a ditadura, né? Costa e Silva, Passeatas, e o Sodré ali, firme, porque ele tinha se formado em Direito, da turma que resistiu sempre ao Getúlio, essa coisa toda. Nunca deixou assim, não foi que fizesse a polícia dos estudantes, foi um democrata. Isso é uma coisa que agradava a gente né, trabalhar num ambiente que era de democracia, numa época de dos anos de chumbo, né, anos Então, esse foi o período do governo, mais ou menos isso.
O senhor ficou até setenta?

O senhor ficou até os anos
setenta? Fiquei até e um. Uhum. E... Até me lembro que tinha uns presos políticos, porque às vezes que o o exército né, prendia gente, e o e o Lacerda e o Sodré Eu fui muitas vezes levar, e foi o pai de um preso político que estava no Dops. O Lacerda visitamos a, levou bolacha, jornais, tudo. E eu fui levar no Dops para essa pessoa, que era preso, mas o Lacerda conhecia o pai, conhecia as pessoas, e vai lá e dá um jeito, entrega lá para essa para essa pessoa. Vou mostrar como o como o Sodré foi sempre o democrata no no governo, que era muito difícil, porque os militares telefonavam. Governador, o senhor vai permitir essa passeata? Vou permitir, sim senhor.

Porque eles estão estudando e eles estão protestando contra alguma coisa que, tenham não razão, eles têm direito de dar uma passeata. Eu vi ele falar uma vez, acho que era com Costa e Silva. Ah, mas então, se o senhor quiser me demitir, pode me demitir, pode me tirar daqui, não sei o quê. Lacerda O Sodré é bravo. Ele resistia a essa coisa de da ditadura.
E quando, até setenta e um, o senhor fica lá e depois, o senhor vai para onde?
Depois de o Sodré, aí foi um período muito bom que eu ajudei muito o Ubatuba, porque quando ele... Voltando um pouco, eu não queria ir para o governo do Sodré, estava na revista Propaganda, não sei o que, estava seguindo o meu jornalismo. Aí eu falei assim, a mesma história da casa da da Urca, que eu falei para o Lacerda, só vou para o Rio se eu seu morar na na Fiquei tão sem jeito também com o Sodré, falei assim, aí só venho para o governo se eu aju primeiro ajudar Ubatuba, porque eu ia muito para Ubatuba. E segundo, se eu fundar o Museu da Imagem do se a gente fun, se o senhor fundar o Museu da Imagem do Som, como o Lacerda fundou no Rio, ele falou, ''está fechado, então comece a trabalhar aí, senta naquela máquina lá e fica lá''. O escritório dele falou, já tem lugar aqui, Aí quando eu fui para o governo realmente com o Sodré, desde o primeiro dia, duas coisas que eu fiz muito, tudo que era Ubatuba ia para mim. E eu sabia os bairros o que que precisavam de escola, asfalto, turismo e outras coisas. Eu ajudei muito o Ubatuba, né, porque eu conhecia lá o povo e a situação. E o Museu da Magem do Som, depois do no quinto ou sexto dia que eu estava lá no Palácio, eu fiz um bilhete para o Sodré. Acho que eu tenho até hoje. Falei assim, ''governador, já está na hora de começarmos a pensar no Museu da Imagem do Som de São Paulo''. Ele pôs nas costas assim, fundiu, fundiu, fundiu, po pode? Pode, sim. Forme comissão e comece a trabalhar. Aí eu falei, e agora comissão? Eu telefonei para o meu amigo do Rio, lá do Museu da Imagem do Som, que eu participei também lá. Aí ele falou assim, ah, tem comissão de sete membros. Então eu falei, e os sete membros de São Paulo? Aí comecei a pensar, bom, quem que entende de imagem e de som em São Paulo? Cinemateca brasileira. Peguei Paulo Emílio Salles Gomes, Rudá de Andrade, Francisco Luiz de Almeida Salles. Três. Aí puse Avelino Díndio, que era o fotógrafo-chefe do Palácio. A gente via muito fotografia. Um de música, Sérgio Vasconcelos. Eu, mais eu, e tinha mais um, que é esse do Rio. Agora, no momento, me escapou o nome. Fundador do Museu do Márcio Sondelar, para ficar aqui também. E mais o Maurício Lírio Gama, bom jornalista. E aí, com essa comissão, foi tocando para frente. Aí já começamos a escolher sede. Cinco sedes assim, casas. Ficou até no porão do Palácio Bandeirantes, quando não, Palácio do Campos Elíseos. No começo do governo Sodré, o governo era lá. Era uma salinha lá, para funcionar o Museu da Imagem e do Som. A gente já cuidava de doações, alguma coisa de cinema, fotografia. Ia juntando material. Até que no governo seguinte, do Laudo, aí arranjou aquele que é hoje o definitivo, ali da Europa, aquela casa, que era uma casa, acho que era do... uma grande personalidade, uma galinha espadilha, assim, que O governo comprou e ficou lá, a sede do museu foi reformada. Naquele tempo eu trabalhava no próprio museu, porque no o Sodré, quando acabou o governo, ele quis me colocar de presidente do Museu da Magistração, eu não quis. Eu nunca aceitei esses cargos assim, fora do jornalismo, presidente, disso, diretor daquilo. Não gosto, meu temperamento mesmo ... Aí eu falei, é, mas você fez o museu, você não vai ser o presidente?

Então quem que você

Eu indico o Rudá de Andrade, que é o Rudá de Andrade, filho do Oswald de Andrade. Foi diretor uns três anos ou quatro, só saiu no governo do Paulo Egídio, depois do Sodré, depois do Laudo, depois do acho que, Paulo Egídio. O Rudá saiu no no Paulo Egídio, ele saiu. Aí o Sodré queria, você não vai ser no último dia do Palácio. Todo mundo já tinha mais sido nomeado para cá, para cá. E você, Luiz ernest, o que você vai fazer? Ah, eu vou voltar para ser jornalista, em algum jornal, né, revista de propaganda. Tinha a Tribuna de Santos, que eu colaborava lá, fazia artes, sempre gostei de arte. Eu falei, mas isso é um absurdo. Você trabalhou quatro anos no governo, e agora acaba o governo, todo mundo está aqui, está aqui, está lá, está lá, está lá, e você não vai ser nada. Falei, Eu vou ser jornalista, como o senhor me tirou, eu estava no jornalismo, vou voltar. Não, não aceito, não aceito. Bateu na mesa, chamou o Turner, que era o chefe da Casa Civil, falou, Turner, arranja um lugar para o Luiz Ernest. Governador, agora não dá mais, porque já estava meio dia do governo, só faltava meia tarde só para todo mundo sair embora. Não, não quero saber se dá ou não dá. Tem que arranjar um lugar para o Luiz Ernest. Falei, não, governador, não quero. Fica quieto. Tu arranja, faz um decreto especial, não sei o quê. Governador, só se eu fizer um decreto criando um cargo no Museu de Margem do Som, já está tudo formado, Eu cargo, tinha. Criamos um cargo de diretor técnico da do Museu de Margem do Som, mas tem que aprovar na Assembleia. Não dá tempo. Eu fiquei Falei, pô, então deixa passar. Pronto. Foi Então manda esse decreto. Faz o decreto. Eu vou assinar. Você manda para a Assembleia. Fala com o presidente. Você telefona. Eu telefono para o presidente. Ele assina como se fosse aprovado. Depois aprova amanhã ou depois esse cargo. Eu lá quieto. Aí no dia seguinte saiu. No diário oficial. Último ato do governador, hein?

Ele ficou rodado e andado de presidente e diretor, e eu diretor técnico. Eu cuidava das entrevistas, eu, foi até bom. Fiolinha, Relia, Semana de vinte e dois, Tarsila Amaral, de Cavalcante, Vachavich, Todo esse pessoal, Guilherme de Almeida tudo, eu cuidava de fazer as entrevistas, fazer a parte técnica. Depois vinham os entrevistadores, pessoas de mais ilustres, assim, entrevistavam essas pessoas. Foi um período que nós fizemos no Museu da Imagem do Som, fez grandes entrevistas, está tudo lá. Porque, de vez em quando, eu passo lá, dou uma espiada, pergunto alguma coisa, tem seis mil vozes, seis mil entrevistas lá, tanto quanto tem o Museu da Pessoa aqui. Mas é uma coisa diferente, porque ele não permite muito acesso. Eu mesmo, às vezes, quero... Ah, eu fiz uma entrevista aqui com o Warchavchik , que é o pai da arquitetura brasileira. Um dos pais, é Lúcio Costa e Warchavchik , depois Niemeyer. E aí, ah, não acham. Mas como? Foi ver na ficha lá. Entrevista refeita. Mas O homem é pioneiro da da arquitetura brasileira. Entrevistamos na casa dele. Foi a primeira entrevista no Museu da Imagem do Som. Na casa do Warchavchik , na Avenida Europa, que eu fiz. E não acharam. Agora, acho que a semana de vinte e dois deve estar lá toda. Menotti Delpica, Guilherme Delmeida, Tarsila Amaral, Guilherme Novaes, todo mundo. Foi feita na casa da A casa da Guilherme Novaes aqui na Rua Bahia. Uma entrevista muito bonita. Todo o pessoal da semana que estava vivo, mais os jornalistas. E tudo gravado. Semana de vinte e dois, tudo autêntico. Deve estar lá no Museu da Imagem do Som. Como também uma... antes do... é, do Warchavchik foi a primeira, mas depois, lá na minha casa, na Praça Benedito Calixto, nós levamos do Volpi, famoso Volpi, para o Museu de Imagens do Som. Aí puis a, como ele ele não queria dar entrevista, não sei o quê, nós inventamos de fazer um uma macarronada lá para o Volpi, italiano, ele era muito amigo dele. Aí fizemos, ficou, sentou o Volpi, Rebolo, Penaque, pessoa da do Grupo Santa Helena, Penaque. Aí veio a crítica, Maria Eugênia Maria Eugênia Franco. Acho que o Grassman. Fizemos um grupo assim, muito bom. Rudá de Andrade, Paulo Emílio, Meda Sales, eu. Entrevistamos o Volpi. Foi uma entrevista muito boa. Porque, às vezes, o o Volpi não não sabia que ele estava sendo gravado. Ele falou coisas realmente que interessava. Foi uma entrevista muito boa. Deve estar no Museu da Imagens do Som também. Mas eu não consegui assistir porque você vai lá e tem que fazer requerimento, o requerimento vai para o diretor não sei qual, o diretor vai no secretário, o secretário muda, o secretário porque saiu, não sei o quê, então... Não tenho paciência. Um dia vai aparecer todo esse material.
E você ficou lá trabalhando como diretor técnico até quando? Ai
eu trabalhei até... no começo do governo Laudo, o sucessor do Sodré. Estava mais ou menos desenvolvendo esse trabalho, aí telefonou Paulo Bonfim, esse poeta, grande amigo meu até hoje. Ele falou, ô Luiz Ernesto, tenho uma má notícia para dar para você. O que que é, Paulo? Olha, o governador Laudo, ele era diretor do Dach, dê á cê agá, Dach, Diretoria de Artes e Ciências Humanas, uma coisa assim. Era o Paulo Bonfim diretor. E o Museu de Imagens do Som, todos os museus eram filiados a esse Dach. Falei, é, Ernesto, eu tenho uma má notícia para dar para você.

O governador Laudo, o governador pediu o seu cargo. Falei, poxa, mas o que que houve?

Falei, o que que houve? Ah, você é considerado sodresista. Então ele ele quer todos os cargos sodré so da turma do Sodré. Aí eu defendi, falei assim, Paulo, você quer saber uma coisa? O Sodré deixou o governo em acho que abril, faz um ano. que eu estou nesse cargo aqui, e eu nunca mais vi o Sodré, ele foi para a Europa, foi não sei para onde, para, eu não sou sodresista, se sou sodresista como ideais, trabalhei no governo com muita honra e tal, meu amigo, eu sou so não defendo o Sodré, aqui no museu não tem nada a ver, meu trabalho é técnico. Ah, não, não não não não Luiz Ernesto, peça demissão, senão você vai ser demitido. Caramba. Aí eu falei para o Pérez Silva Ramos, que era secretário da Cultura, ele falou, Ernesto, não tem jeito, não. Agora vai todos os cargos que o Sodré nomeou pessoas, tem que sair. Ah, está bom. Fiz uma demissão lá, demiti, saiu o cargo, fui demitido do Museu da Imagem do Som. Aí foi... não me lembro mais, acho que foi em setenta e dois setenta e dois, eu estava só, acho que na revista Propaganda, ou fazendo um bico assim de jornal, qualquer coisa assim, Aí encontrei na rua Nicolau Tuma, esse que foi uma grande personalidade, criador do primeiro locutor esportivo de São Paulo, Nicolau Tuma. Foi também deputado da u dê ene, foi deputado estadual, foi vice-prefeito, foi secretário do Jânio. Tem uma brilhante carreira como locutor e como... político também. Ele falou, é, na rua Marconi. ''É, Luiz Ernesto, o que que você está fazendo agora, hein?'' Então, eu saí do Museu da Imagem do Som, fui saído, fui, contei o caso e ele falou, poxa, mas que coisa, mas tirar você que você fundou o museu, você sai, mas como, como que o Laudo fazia? Vou falar com ele, não, falei não com o Laudo, com ninguém. Eu saí, agora vou voltar para o jornal, não quero saber mais nada. Mas o que que você está fazendo? É, estou fazendo umas coisinhas.

porque o Tuma tinha sido nomeado para o Tribunal de Contas, conselheiro. Você não quer passar lá no no Tribunal de Contas? Porque o Nadir, que era o Nadir Marcondes, presidente, ainda hoje hoje ele me falou que não tem assessoria de imprensa lá. Aí eu passei lá. Aí eu passei lá e fui falar com o Nadir Marcondes, que era meu amigo do governo Sodré, ele tinha sido secretário do Planejamento. É, Luiz Ernesto, mas você não, você está sem nada efetivo? Estou fazendo uns biquinhos. Puxa, mas dá para viver? ''Mole mal'', falei. Falou ''Então é o seguinte, vou te nomear assessor de imprensa do Tribunal de Contas''. mas será que dá certo? Dá certo, sim senhor, sei qual é a sua competência, vou pôr uma sala para você, uma secretária, e você vai começar, amanhã. Sempre as coisas que acontecem comigo, assim, de um dia para o outro. Puxa vida, aí fui, aceitei o cargo. Aí fiquei sete anos lá, assessor de imprensa no Tribunal de Contas. Aí fiz muitas coisas lá, criei o assessor de imprensa, Mas já estava trabalhando na Sharpe, que era de outro amigo do Sodré, que eu fiz muita amizade, Matias Macline, então eu ficava de manhã na Sharpe, assessoria de imprensa e de tarde no tribunal. Era difícil, porque os dois cargos eu era era praticamente o chefe. Então eu vivia correndo para a Sharpe, para o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, a Sharpe. Às vezes, quando tinha viagem, que a Sharpe inaugurava muitos filiais, Manaus, Fortaleza, dava um jeito, o tribunal tirava licença, faltava, pedia licença. Mas foi o tempo mais ativo, talvez, que eu tive na vida profissional. Fui trabalhar de de manhã numa empresa como o Sharp, televisão, computador, tudo, e à tarde no Tribunal de Contas. Mas daí mais o menos, acho que daí acho que deu mais ou menos certo, porque ninguém digamos, reclamou. Eu ia para frente sempre, ia com algumas ideias, como na Sharpe, que implatamos. Foi ideia minha. Quando a Sharpe inaugurava sucursais, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Salvador, eu sempre eu já estava, Então eu fazia assim, por exemplo, eh, Sharp inaugurar filial de Fortaleza. Quem que é o artista de Fortaleza? O Aldemir Martins. Então eu falava com o Aldemir Martins, convidei ele para fazer uma exposição na Sharp de Fortaleza, no dia que inaugurasse a Sharp. Ele topou.

Eu vou, mas só se der passagem também para minha mulher e para minha meu filha, meu filho. Tá, pode. Falei com o, pode fechar. Ele voltou do sul, ele nunca, ele tinha saído de Fortaleza com dezessies anos, em quarenta e seis, nunca tinha voltado para Fortaleza para expoarte dele, que é o nome nacional dele, Martim. Aí foi, levou uns dezoito quadros, todos nas paredes da Sharpe assim, foi inaugurada a sucursal para vender televisão, computador, não sei o quê, mas os quadros do Aldemir era o Chamariz. Aí fechou a rua, lá foi governador, foi prefeito, foi tanto sucesso que vendeu tudo, deu O Demir Martins contente, foi Foi um negócio fantástico a inauguração. Isso repercute na imprensa, né? Sharp inaugura filial com o Demir Martins. O Ademir Martins de Fortaleza. Sharp com o Ademir. Graças a essa venda, ele comprou uma casa lá na na prainha de Fortaleza, o Ademir. Até agora que ele faleceu, ano passado, sempre que ele me encontrava, aqui em São Paulo, Luiz Ernesto, você tem que ir lá. Vai passar uns dias na prainha. Uma vez eu fui lá, que eu estava por outros motivos em Fortaleza, eu passei lá e fui ver. Eu não gostei muito, porque é muito vento. O vento me aflige um pouco. Mas Mas uma casa bonita na praia, na prainha de Fortaleza, do Ademir Martins. Nunca me hospedei lá, mas depois ele faleceu também. Então, isso foi o trabalho na Sharp, foi um trabalho assim, de bastante acontecimento junto com os artistas e com o, que era uma pessoa que revolucionou essa arte de vender produtos eletrônicos, tudo isso. Foi um grande inovador, uma espécie de Mauá. Chegou a ter trinta empresas, todo o campo da computação, eletrônica, essa coisa toda. E ele, como eu falei há pouco, que eu não gosto de cargos, uma vez ele falou assim, ele viu que que eu gostava de arte, ele falou, ''Enersto, eu vou fazer uma empresa de arte, nós vamos vender arte, fazer leilões''. Então você vai ser, minha mulher, a Carmen MacLean, vai ser presidente, você fica o diretor geral dessa empresa.

Não, eu não entendo de comércio, de de dinheiro, de banco, eu não, eu detesto, eu não não vou ser diretor. Mas com essa oportunidade de você ser diretor, não quero, não aceito. Mas você sempre teve essa coisa assim de querer me pôr em lugares que eu não tenho. Eu não aceito, eu já vou falando que não aceito, não vou. E deu certo, porque ele também não formou essa empresa. Esse mercado de arte, é muito difícil até hoje, difíceis os leilões, tudo é coisa um pouco, às vezes, arrumada. Uma coisa difícil só para quem tem esse talento, mas eu não... Aí foi bem, foi até o final. Fui muitas vezes para Manaus. Participei lá, e descobri um artista lá, o Assir Andrade, depois a Rita Loureiro, que é descendente de índios, mas a arte aciférica, primitiva, toda detalhista, linda, uma das maiores artistas do Brasil, que eu considero até hoje, Rita Loureiro. E eu participava bastante, assim, nos lugares que eu ia, de coisas daquele lugar. Conheci a ilha de Marajó, muito interessante, tem histórias interessantes Marajó. Porto Alegre, fizemos um leilão, benefício das obras sociais lá do do governador, eu coordenei também esse leilão, deu muito certo. Então isso foi mais ou menos, foi indo, foi indo, foi até... dois, fiquei vinte anos na Sharpe. No tribunal me aposentei. Quando Quando eu estava no tribunal, nos anos, acho que oitenta e dois, aí falaram, ó, você vai ter um concurso aí, porque era era eu era indicado só, eu não era nomeado. Eu já estava pensando em, se você faz o concurso, depois fica nomeado, fica, aí você pode se aposentar. Eu estava pensando em me aposentar, porque eu tinha começado em quarenta e sete, já era oitenta, já tinha, acho que trinta e nove anos já de jornal, de atuação, já estava pensando assim. Aí eu fiz o concurso para escriturário, mas aí fui nomeado como concursado, fui nomeado para o mesmo cargo que eu ocupava, assessor técnico de gabinete do presidente. Acho que foi no Gestão Mello. Fiz o concurso aí. Quando eu fui nomeado de novo, mas já efetivado, eu pedi pedi aposentadoria. Demorou um pouco, mas saiu a Essas coisas incríveis, não sei se interessa, mas quando vocês... Vocês ainda não estão aposentados, mas quando vocês forem se aposentar, vão ver que só no Brasil, que tudo que eu tinha feito de tão importante que eu achava, trabalhar com lacerda, tudo assim, então a pessoa que que examinou os papéis, tinha um papel, tinha um assim, eu pedi para o lacerda, eu mesmo

A data que eu trabalhei lá, de ci cinquenta e um a sessenta e quatro. Dei para o Lacerda, ele ele bateu na máquina lá. Ele batia com dois dedos assim.

Pôs uns elogios para mim. Aí quando um rapazinho lá da quando pediu os papéis, Isso aqui não vale nada. Eu achei para aquilo que era a minha minha maior honra na vida, né? Lacerda, fazer um elogio. Isso aqui não vale nada, jogou o papel assim. Falei, para, para. Aí guardei, tenho o papel guardado em casa, mas para aposentadoria não adiantou nada. E outras coisas que eu achava... Eu tinha, come antes de entrar na escola, eu trabalhei na na tinha um jornal em São Paulo, que era Times of Brasil, de ingleses. Minha irmã, que trabalhava com o Samuel Ribeiro, era, tomava aulas de inglês com esse mister, mister Eu também tomei umas aulas de inglês. E nós ficamos amigos assim. O, ele falava, você vai fazer uma sessão de jokes, brincadeiras em inglês. Então, toda semana eu escrevia uns jokes, umas brincadeiras, trocadilhos, fazia assim. E dava para o mister e ele publicava o Times of Brazil, isso em quarenta e seis. Isso jokes.

Então, quando eu fui aposentar, porque eu precisava de um documento dos anos quarenta, quarenta e seis, quarenta e sete, assim, eu apresentei, eu encontrei um fotógrafo da do Times of Brazil, ele ele no tempo do Tribunal de Contas, eu falei, eu estou fazendo minha aposentadoria, você lembra quando eu trabalhava na... Ah, lembro de você, no Times do Brasil, ele era fotógrafo. Você lembra que eu ia lá, apresentava uma sessão chamada Jokes, que eu escrevi para o mister na Inglaterra, e a mulher me me respondeu dizendo que ele faleceu, então não pode dar testemunho, mas eu dou testemunho.

Posso. Ele trabalhava na na Secretaria da Fazenda.

Assinou, estampilhou tudo. Quando nesse que eu estou contando aqui, quando eu apresentei meus papéis, esse o Lacerda ele jogou fora. E o do quando ele viu ele falou, ''puxa, mas o senhor arranjou um documento da Secretaria da Fazenda, que maravilha, isso aqui é ótimo para a sua aposentadoria''. Puxa, então está bom, então toca bonde aí. Assim foi a aposentadoria, foi toda feita de incidentes assim incríveis. Mas consegui aposentar, nesse cargo de tribunal. Mas aí não parei de trabalhar, continuei trabalhando na Sharp, e no depois da Sharp foi até noventa e dois, aí foi o Simp, Sindicato da Microempresa, na esquina da Brasil, com a Rebouça ali, o prédinho. Aí era para defender a microempresa, meu patrão, José Cury. Eu trabalhei bastante, uns... até Trabalhei também em sindicatos, trabalhadores, acordo dos empregados com os patrões, primeiro acordo feito no Brasil. Eu participei junto com o Cury. Era outro tipo já de trabalho, assessoria de imprensa. Eu sempre aproveitava esses amigos que eu ia fazendo, com o Joemir Betti, Luiz Edgar de Andrade e outros amigos, José Paulo de Andrade, também do Paneirantes, Salomão Esper. Tenho até hoje muitos amigos em televisão, em rádio, em imprensa, tudo, que mais ou menos em cada lugar que eu ia, Se você é assessor, você tem que ter suas pontes, suas ligações. Isso na na fase que não era, na fase da internet. Depois, infelizmente, começou a era da internet, a qual não não me adaptei até hoje. O negócio de fazer e-mail para jornalista, coisa. Eu acho muito frio. Eu sempre fui um assessor que fazia as notícias e levava pessoalmente. Ou então passava por fax ou telefonava. Telefonava e dava notícia por telefone Sempre consegui muito Colocar muita notícia Nas páginas econômicas Nas páginas sociais Tavares Miranda e outros Consegui muita coisa Sempre tive bastante cobertura Agora, nesse último emprego que eu estou, que eu acho que eu, dessa vez eu quero sair mesmo, já pedi demissão, que é na na Academia Paulista de Letras, aí o presidente lá quer tudo por e-mail. Eu estou me adaptando para o e-mail, mas eu noto que que eu tinha mais sucesso quando eu era assessor de imprensa do meu jeito. Telefonar, visitar, mandar um bilhete, levar pessoalmente a notícia, coisa. Esse jeito do e-mail, manda duzentos e-mails de uma vez só, você não sabe quem está recebendo. Você sabe, mas não tem aquele contato. No dia seguinte, se não saiu nada, você não pode nem cobrar, você nem sabe que e-mail foi, que não foi, como é que foi. Muito técnico. O sistema... Tem alguns que só trabalham nesse sistema, né? Até hoje não acostumei, mas estou me acostumando mais ou menos. Agora deixo a mocinha lá da academia fazer os e-mails e eu faço do meu jeito, eu mando os fax e telefono, e ponho bilhete. E quando, então, quando sai, ela pensa que ela que mandou o e-mail que saiu, fica contente. E eu <laughs> e eu acho tudo muito bem. Já estou mesmo na na última fase da imprensa, então estou gostando dessa fase.
A gente estava conversando, o senhor estava falando sobre o o trabalho do senhor atual, que é na Academia Paulista de Letras, Paulista de Letras, né? É Quer dizer, então o senhor já está, ainda está nativo ainda?

Lá eu fui convidado pelo Israel Dias Novais, encontrei grandes amigos, Erwin Theodor, <coughs> Ligia Fagundos Teles, e Hernani Donato, que foi da revista Propaganda, que trabalhei junto com ele. Então é é um ambiente muito bom, intelectuais tudo são, se reúnem toda semana, decidem coisas para a cultura de São Paulo. Tem o Ives Martins, eles fazem bastante coisa para a cidade, para São Paulo, para a cultura. Eu vou acompanhando assim, eles lançam livros, eu estou acompanhando. A Lígia é um grande líder expoente, o Ives Gandra Martins, jurista, poeta. Mas eu estou achando que as academias de letras... Já não tem muito espaço né na na sociedade, talvez, mudar de a de ação, abrir mais ao público. Porque, por exemplo, as sessões são são reservadas. Então qualquer pessoa do público, a não ser que seja sessão aberta, não pode assistir. Então fica aquele ambiente um pouco fechado. Vieram da academia francesa, mas até propus. Ainda hoje fiz uma carta ao presidente. Essa é a minha carta de demissão. A academia, eu sugeri várias coisas. Lago do Aurocho transformar no numa feira literária permanente, abrir a academia para o público, fazer como no Rio fizeram com o Carlos Drummond de Andrade, com aquele banco Copacabana, uhum, com o Carlos Drummond. Então as pessoas vão lá, sentam, sugeri que fizesse com Marco Mário de Andrade Guilherme de Almeida, Lago de Aurocho, assim. fazer uma... E outras ideias. Vamos ver o que vai acontecer na academia. E, ao mesmo tempo, aí, vou me dedicar agora a coisas do jornalismo que ficaram para trás, que eu não consegui ainda fechar. Eu sou tempo, eu sou Você conhece a bucha? A Bocha é um movimento que tem na Faculdade de Direito, de estudantes, do século passado. Chama Júlio Franco. Tem um túmulo lá de Júlio Franco. Ele foi professor da Bocha. Então, eles tinham seus grupos, os bocheiros, eles influenciavam a vida estudantil, a vida política de São Paulo, até os anos Bocha foi muito importante. Então, quando o Lacerda estava fazendo a biografia do Júlio Mesquita Filho, por encomenda do Estadão, eu estava auxiliando o Lacerda. E eu <coughs> participei muito dessa pesquisa sobre a bocha. E a certa altura nós vimos, um médico aqui de São Paulo, os as atas, da depois foi fechada. O governo Adhemar foi jogado tudo fora, porque o Getúlio e o Adhemar achavam que a bocha influenciava demais os paulistas. Então, o Getúlio e o Adhemar eram de uma linha populista, acabaram com a bocha. Mas alguns médicos, alguns engenheiros, alguns advogados guardaram atas. O Lacerda viu uma noite, eu estava junto, e viu as atas da bocha. E agora estou pesquisando esse material, já consegui umas outras atas. E então, eu queria o tempo para fazer esse trabalho. Isso é uma coisa. E outra é Santos Uperi, que é o autor do Pequeno Príncipe, que eu gosto muito. E, nas minhas lembranças de Ubatuba diziam que ele ia para o Ubatuba também, que ele passou uma noite lá tomando champanhe e tudo. Então, eu fiquei uns vinte anos pesquisando essa história. Quando eu tinha tempo, eu escrevia para Paris, não sei o que, falava com um, falava com outro Descobri o fotógrafo que o fotografou ele lá junto ao avião. No final de tudo, o Santos Uperi de Ubatuba não era o Santos Uperi, era o outro Jean Antoine. A pessoa que recebeu o Santos Uperi de Ubatuba, que era o único que falava francês, seu filhinho, o historiador, Ele confundiu porque Jean Antoine, que era o o o piloto que desceu lá, com Antoine de Saint-Exupéry. Confundiu. Então lá todo mundo pensava que era o Saint-Exupéry. O Jornais de São Paulo deram. E eu como ia muito para Ubatuba resolvi. pesquisar, eu consegui fechar essa reportagem. Mas agora, depois que minha filha foi foi morar em Florianópolis, a Beatriz, minha filha, com os filhos dela, eu passando lá em Florianópolis, ela foi me levar no aeroporto, e Avenida Pequeno Príncipe. Depois chego lá num num bairro, chama Pardo Perri, Que negócio é esse? Bar do Perri? Você não sabe que o Saint-Exupéry descia aqui de Santa Catarina? Eu não sabia. Mas como? Aí eu comecei a pesquisar também, já tem tudo, uma jornalista lá, já publicou até um livrinho. Saint-Exupéry descia lá também, porque ele vinha fazia entregar as cartas, ele era do correio aéreo, saia de Paris, Dakar, Recife, Salvador, Rio, São Paulo, Florianópolis, Uruguai, Argentina, Chile, que era o ponto final. Levava uns três meses indo e voltando. Ele ia parando nesses lugares. Então agora eu estou pesquisando em Florianópolis, já pesquisei coisas muito interessantes, tudo o que ele fazia lá com os pescadores, também dançava, comia peixe, coisas tudo. E... E depois, casualmente, também descobri que ele, lá na Bahia, lá em Trancoso, ele gostava de Trancoso também, Saint-Exupéry.. Foi uma das figuras geniais que do do século passado. Além de escrever aquela coisa toda, Era um uma figura assim, impressionante pelo o que ele contava, pelo o que ele fazia, pelo o que aconteceu com ele. Tem um livro muito interessante da da senhora dele, a viúva, Dona Consuelo, muito interessante. As histórias do Saint-Exupéry são fantásticas. Então estou entrando nisso Saint-Exupéry no Brasil, estou fazendo uma espécie de trabalho também. Então, pretendo agora que estou deixando esse jornalismo de empreitadas assim, profissionais, chefes de coisas, tudo. Então, ficar uma coisa mais liberta. E esses museus também que eu fiz, na em Ubatuba eu fiz o Museu Caissara, tem muita atividade. Tem a Vozoteca, que eu tenho coleção de vozes, também tem bastante atividade, assim, sempre consigo mais uma voz, outra voz. Um acervo bom para a memória brasileira, né? Então essa é a vida com os netos também, cinco netos, três filhas.
Eu vou aproveitar que você está falando da vida pessoal. Como é que o senhor conheceu a sua esposa?
Eu a conheci lá no Clube Pinheiros, justamente. Esporte Clube Pinheiros, em quarenta... Não, cinquenta e quatro, ano já estava na tribuna da imprensa. Mas conheci ela andando na piscina, assim, uma morena, muito bonita.

E aí teve vários lances de telefonemas e coisas, encontros. Afinal, começamos a namorar. Em.. Começamos a namorar em abril. Ficamos noivos. Em novembro, casamos. Em meses, casamos. Ela tinha

E aí ela era estudante, deixou o estudo para casar. Depois que ela... Não é que todo mundo vi se arrependeu. Eu até até me achei... Ela estava no último ano já para entrar na... Ela estava... Não sei como é que chama esse... O que ela fazia. Eu sei que depois teve que fazer, nos anos setenta, que ela queria estudar psicologia. Estudou, se formou. Mas teve que fazer o... uma prova que todo mundo faz, como é que chama?
Reclassificação.

Reclassificação.
Não, tem outro nome assim. Uma pessoa não se forma no clássico, no científico, depois faz uma prova assim.
Supletivo?

Supletivo?
Não, também não é supletivo, é uma prova assim. Ela fez essa prova e passou. Foi lá em Cuiabá, que nós fomos fazer lá. Ela foi lá. Depois entrou na efe eme u, ela se formou de psicóloga. Ela se tornou uma grande psicóloga. Até hoje ela trabalha muito, tem clientes, é muito... É a profissão dela mesmo, né? Ela não queria ser ser assim, ficar a vida toda mulher do Luiz Ernesto, essa coisa. Eu sempre viajei muito, sempre tive muita atividade, fui muito solicitado. E ela ficava assim, meio empurrada. Até que nós separamos nessa época.

Depois de vinte e seis anos de casado, nós nos separamos. E depois, agora, cada um mora mora num lugar e até há pouco tempo nós casamos de novo. Mas não estamos morando juntos. É tudo meio complicado, né?
Mas o senhor quer separar legalmente mesmo?
Estamos casados, mas cada um morando na sua.
Mas o senhor chegou a separar legalmente?

E e depois se recasou?

Separou, eh, separo, consentido. Agora, por questão também de, para não ficar assim, divorciado, eu fui divorciado Depois, me disseram lá no Tribunal de Contas, que eu sou recebo aposentadoria por lá. Me avisaram, olha, o senhor é divorciado, se o senhor morrer, perde tudo. Então, eu não deixo uma pensão E uma mulher que luta tanto com os filhos, tudo que nós temos, e perder, que a minha aposentadoria é boa, considerada nível bom. nós resolvemos casar. Quer dizer, eu falei, vamos casar, vamos, vamos. Agora eu sou casado atualmente. Mas tem essa independência, assim. Meio complicado, mas não é. Está tudo bem. Eu me dou muito bem com ela. E ela Nós nos gostamos muito, então a gente vai tocando. E tem os netos também. Seis netos. A maior alegria é esses seis netos. Todos bonitos, bem educados. Todos se ou estão se estudando, e faculdades difíceis, medicina, matemática, línguas, todos brilhantes, todos na fase dos vinte aos vinte e cinco anos, vinte e seis, dois casados já, com outra noiva, então está indo muito bem. E a última, que é a caçula, que é a Bárbara, Ela fez exame na fez exame em medicina, em três em três universidades. Entrou nas três, sem fazer cursinho, nada. Não sei como é que o o pessoal de hoje é mais, acho que é a internet. São inteligentes. Desde pequenos vão lá, pá pá pá pá pá pá pá pá pá aquela coisa, sabem tudo, não lêem jornal, mas sabem tudo. Eu não entendo. Eu leio seis jornais por dia e não, me perguntam uma coisa, eu não sei direito.
E qual que é o seu cotidiano hoje? mas é
Eu escuto o rádio desde madrugada, porque eu acordo de noite essa coisa, muitos anos já, três horas, cinco horas, eu sei mais ou menos tudo o que está acontecendo. Eu tenho essa coisa desde que eu comecei, acho que em jornal, antes. Eu acompanho tudo, política estrangeira, política nacional, futebol, qualquer coisa essa coisa agora dos da ciência né, os glóbulos, tudo. Telefono para um, telefono para outro, pergunto, escrevo alguma coisa, mas profissionalmente aí eu vejo as coisas que interessam a academia. Faço uma espécie de clipe, ou então telefono para algum acadêmico, se ele viu isso, viu aquilo, vou na academia, faço noticiário, mando alguns por e-mail, alguns por por fax, e tem essa ligação com pessoas. Lá na praça, sou muito ligado à Associação dos Amigos da Praça Benito ca Calixto, á á pê bê cê, que eu sou também fundador lá da associação. E tem a Vozoteca, que eu também me dedico muito. E sempre algum movimento de Ubatuba, Museu Caiçara ou outras coisas. E então vai preenchendo o dia. Quando quintas-feiras e terça eu vou na academia. Depois tem o Clube Pinheiros também, que eu me dediquei muito esses últimos quatro anos. Eu fui diretor lá do da parte de memória, porque o meu pai foi fundador, então lá a gente tem um museu muito bem feito, centro de memória. E eu que dirigi esses anos todos, então fizemos muita prospecção. dos pinheirenses, dos alemães, das festas, das comidas, das músicas. Foi muito bem feito esse trabalho. Os campeões. Então, o museu, vocês podem visitar lá, que que é o museu assim dos melhores que tem, com com museografia, museologia. Tem a Yara lá, que é a nossa... disse formado em História, mas ela é museo museógrafa uhum, é museógrafado museu. Está muito bem feito o museu do Centro para a Memória Hans Noblin, que é o museu lá. Então eu vou lá também, faço, aproveito, faço sauna, ando na pista. Então tem todas essas atividades Quando posso viajo, gosto muito de viajar para Minas, Cuiabá, todos os lugares que têm a alma brasileira, bem brasileira. Eu gosto muito, meu assunto é Brasil, porque tudo que é autêntico, tudo que é brasileiro, tudo que tem raiz, mesmo na música, mesmo nos costumes, mesmo nas histórias, mesmo tudo, eu gosto. Pesquiso, coleciono cordel, coleciono pintura primitiva, coleciono assuntos brasileiros. Você pode ir lá em casa ver, lá em casa tem um museuzinho. Todas essas coisas do Brasil, realmente. Não é que eu não goste de, mas eu estou no Brasil, estou mais perto aqui. Eu, por exemplo, considero a Frida Kahlo, que é essa mexicana, uma das maiores artistas que eu conheci, que eu vejo as coisas dela. Eu estou louco para ir para o México, só para ir lá no museu da Frida Kahlo, e para, que está no centenário dela. Mas tem aqui no Brasil, tem as Fridas Kahlo do Brasil né, que me interessa mais. José Antônio da Silva, sou, fui muito amigo do Leônidas, Diamante Negro, Titílio Matarazzo, Carlos Lacerda, Luiz Edgar de Andrade, José Antônio da Silva, pintor primitivo de Rio Preto. Fui colecionando essas figuras assim. Eu considero esses heróis nacionais meio esquecidos. Falei, Leônidas da Silva? Leônidas foi a apenas o rei do futebol antes do Pelé, eleito pelos franceses, porque ele foi foi o artilheiro da Copa oito, né. E o Brasil foi terceiro lugar. Quase que ganhou, mas foi roubado no jogo lá com a Itália.
Foi um dos homenageados na Semana da Consciência Negra, né. É
teve agora. Erraram a foto do Manuel de Andrade, né? O Estadão deu bem esse assunto.
Eu acompanhei bem. E, é...

Luiz Ernesto, a gente já está encerrando nossa nossa conversa. Certo. A gente sempre faz umas perguntas finais. É... Se o senhor Para fazer uma avaliação da sua trajetória de vida, se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória de vida, o senhor mudaria?
Se eu mudasse? É. Dificilmente, dificilmente. Precisava pensar muito, assim, mas eu... Eu não me arrependo. Jornalismo, não me arrependo. Casamento, não me arrependo. As viagens pelo Brasil que eu fiz, pela Europa, tudo, não me arrependo. Coisas principais, religião. Agora estou ficando um pouco mais ligado assuntos religiosos por causa das dos vicentinos de Ubatuba. e da minha igreja aqui no Calvário, que eu sou da cofraria daqui, sou Vicentino Ubatuba. Estou me ligando mais com pessoas, grupos que fazem bem assim a comunidade, como aquela lá em Ubatuba, tem, chama-se, ligado a, na França. Porque a tem três casas no Brasil, tem três comunidades. Uma é Ubatuba. Isso eu descobri há pouco tempo. Fiquei encantado com o sistema que eles trabalham. Todos trabalham, todos estudam, todos produzem. Tem carpintaria, tem... Pada, vamos fazer padaria, tem horta. Então, eu eu com o amigo lá, do o Arnaldo Kiel, nós estamos fazendo a biblioteca do Imaús para as crianças. Quatrocentas pessoas da comu comunidade. muito bonito. Piera é uma pessoa assim como fosse foi a Madre Teresa de Calcutá né, ele mandou-se na Bahia. São pessoas assim que são fora de qualquer... Então essa parte toda espiritual está me interessando bastante. Fui ver as palestras do Dalai Lama, ano retrasado. leio alguma coisa, mas confesso que não me aprofundo. Eu, como germiniano, eu reconheço que nunca me aprofundei em nada, em estudo nenhum, em leitura nenhuma, em em assunto nenhum, em situações nenhumas. Só participei bastante. Mas acho que a característica do germiniano é acompanhar tudo, mas sem entrar dentro do... Mais ou menos essa é a minha vida assim, com a graça de Deus.
E você ainda tem algum sonho?

De fazer alguma coisa, de alguma coisa, tem, não realizada?
Coisas assim, prosaicas até. Eu gostaria de morar em Taubaté.

Porque lá tem o caipira autêntico. Isso é uma coisa. Segundo, lá é sede... E eu ajudei a fundar o Museu da Imagem do Som de lá, pela prefeitura, mas depois não fiquei lá. E depois ali é um centro. Você subir, você está em em Minas Gerais. Eu adoro Minas Gerais, aquele Brasil antigo, Brasil autêntico, né? depois você vai à esquerda e vai para o Rio de Janeiro, que eu também gosto muito do Rio, das praias, dos cariocas, daquele... Vem para a direita, vem para São Paulo, tem a família, tem o clube, tem coisa e tudo. E desce, tem Ubatuba. Tem o nosso mar, tem as coisas que eu tenho lá em Ubatuba. Então seria o centro assim, talvez o os meus anos de vida finais, seria essa coisa assim de estar andando por lugares que eu gosto e fazendo coisas que eu gosto também, que é participando, dando alguma força nas comunidades, bibliotecas, cultura, essa coisa toda assim. Sempre me ligando família, tem família no para o sul, tem em São Tem no Rio, tem aqui. Não Também não não deixando de lado a família. E a E a cultura em geral e a vida em si. Aproveitar mais alguns anos de vida que vem por aí.
E o que o senhor ãh... Última pergunta. O que o senhor achou de ter dado o seu depoimento aqui para o Museu da Pessoa?
O que que eu achei?
O que o senhor... Achei muito bom.
Muito interessante. Vocês me provocaram Acho que falei alguma coisa assim, talvez mais, talvez menos, mas talvez ainda tenha mais coisas. Porque esses jornalistas me apertam, às vezes eu conto fatos vividos junto com o Lacerda, junto com o Jânio Quadro, junto com o Juscelino, junto com o Leônidas, junto com o Titilo. São fatos engraçados, humanos, interessantes. Eu também acho, também. Mas também começar a contar essas coisas pessoais parece um pouco assim de esnobismo, não parece? Eu não gosto muito. Eu fico meio sem jeito. <laughs> Um dia vocês podem ir em casa e e fazer uma outra entrevista lá. Quem sabe aí completa essa, que é mais assim, digamos... mais o tradicional, assim, da minha vida, aí penetrar um pouco mais, aí tem que ser mais interessante. Sugiro estar lá, com... espero com bolo de fubá, sempre tem bolo de fubá lá em casa, arroz com feijão, almoço caseiro, então a gente vai tocando tudo.
Ok, então a gente gostaria de agradecer.
Obrigada. Muito obrigada a você Eu já disse que eu conheci a sua diretora, nos anos quando ela fundou, há uns vinte anos. Ah... Como é, que é um nome francês.

Ela foi colega da minha filha no colégio. Eu ajudei um pouco, porque ela estava começando Teve uma história no São Paulo, me chamaram, eu indiquei ela para fazer o Museu do São Paulo. Parece. Memorial São Paulo. Memorial, sei que dei o nome. Mas ficou bom, menos que a bicicleta do Leônidas está com o pé esquerdo e o Leônidas dava a bicicleta com o direito. Isso está errado, eu já escrevi cartas para a diretriz de São Paulo, já falei, não adiantou nada. Continua lá. Agora, ontem ainda eu falei com o com o assessor do Kassab, que ele vai, o São Paulo vai ser o encerramento da Copa de quatorze né, Maracanã inaugura. O, e o São Paulo vai ser o encerramento da Copa. Eu sugeri naquela praça São Paulo fazer uma homenagem assim por Leônidas, o maior jogador antes do Pelé. Foi o artilheiro da Copa trinta e oito, criador da bicicleta, jogou em São Paulo sete anos, foi cinco vezes campeão. Então eu fazia ele dando uma bicicleta ali naquela praça, um monumento bem grande, mas com o pé direito. Imagina que que beleza vai ficar. Uma estátua de bronze, qualquer coisa assim. Homenagem aos jogadores de futebol das Copas, pronto. Figura do Leônidas. bicicleta. Ontem dei essa sugestão. Prefeito, o Kassab. aceitar ou não, Muitas sugestões que eu dei foram aprovadas, como o em Ubatuba o o Monumental Caiçara, na escala de Ubatuba, Campo de Jordão, que eu sou acadêmico lá de da uni da Academia de Letras. Essa eu fiz... Eu achei que que Campo de Jordão não tinha homenageado que iniciou os festivais de inverno. Então fiz o movimento lá, fizeram uma estátua lá, uma pedra assim. e mais o... mais dois maestros que começaram o festival de inverno. Assim a gente vai dando sugestões, vai seguindo e vai ajudando alguma coisa que possa ajudar e e vai para frente. Está bem. Obrigada. Muito obrigado a vocês, hein?